E o nome dos seus pais? Meu pai

A origem da minha família, num, não reportando há mil anos atrás, que somos descendentes de mouros negros, que se estabeleceram no sul da Itália, na Calábria, ficando 900 anos ali, pelo estudo, pela formação etimológica da palavra, desci até aquele ponto de pesquisa. Sou descendente de mouros negros, da Mauritânia, porém italianos. Meus avós, maternos de origem calabresa, e meus avós paternos de Florença. da Itália. Se aportaram no Brasil no final do século XIX, sendo que parte da família oriunda foi para a Índia, Argentina, Brasil e Estados Unidos.
<coughs> Você sabe um pouco como foi quando eles chegaram aqui, onde eles foram se estabelecer? É, naquela ocasião, por
Naquela ocasião, pelo pelo fim da escravatura, havia necessidade de mão de obra para a lavoura. A prova é que os italianos, japoneses e outras raças do mundo inteiro foram convidados, sendo hoje, até, como comentamos, dia 25 de março, marcando 100 anos da presença sírio-libanesa no Brasil. Mas os italianos se aportaram no final do século XIX justamente para trabalhar nas lavouras, né? Realmente, após os índios que não deram certo, os pretos, acabou a escravidão, e deram-se bem. Alguns vieram para a capital, não foram para a lavoura, estabeleceram-se com comércios. em São Paulo, capital que, naquela época, São Paulo constava apenas com pouca civilização. Prova é que, em 1950, da data que eu começo a me reportar na minha verdadeira história, tinha 500 mil habitantes. Ficou na cidade, sendo que estabeleceram-se num local que hoje é denominado Vila Mariana, chamava-se Cruz das eles os legítimos fundadores do bairro, cujo bairro é o único que consta uma bandeira. que tem uma bandeira para o bairro de Vila Mariana, e junto com a família Crabim e Cantarela. Formaram uma grande parte da Vila Mariana, tomando parte, cercaram tudo lá e venderam lotes, enfim, são os pioneiros do bairro, onde inclusive eram lampiões a gás no início do século, né? uhum, <coughs> E os seus avôs, eles tinham, como era o nome deles?

Conheci todos eles, Embora eu tenha um monte de primos. Minha avó, com 13 anos, gerou o primeiro filho. Com 13 anos vindo da Itália, meu avô tinha 30. Ela teve 14 uma família do tamanho da família. Ah... Minha avó materna e o número de primos que eu tenho em primeiro e segundo grau. Hoje somos uma família muito grande, espalhada em termos de Brasil. Sendo que, falecida minha minha mãe já Ela realmente rompeu seus laços todos de vínculo com a quarta, quinta geração já da família. Ainda está presente a primeira e a segunda geração e ainda tem contatos. Depois disso, daí os contatos vão se, se desfazendo.

Não é, foi fácil. Uhum. Para se estabelecer, oriundos numa terra longínqua como a Itália, embora acostumado ao trabalho árduo a partir de lá. E havia carência naquela época, como hoje, a uma distribuição de gás em São Paulo, em termos de bujões. Eles visualizaram a possibilidade de mercado, eh... favorecendo, assim, a entrega de sacos de carvões que não existiam, bujões, né? nem nada, era carvão mesmo em forno de carvão. Então, eles eram distribuidores de carvão. Foi que eles começaram o trabalho pioneiro.

da mesma família

E evidente como os jovens naquela época se encontravam aleatoriamente, E foi encontro de festividades, de festas de famílias, festas de carnaval. Acabaram se conhecendo, principalmente o meu pai, com a minha mãe. De certo, como fomos jovens e passamos uma época bonita. Eu, por exemplo, na minha época eu era metido a Elvis. hoje já o tempo vai passando, o tsunami vai chegando, os terremotos na escala 8, você vai mudando, a tota fisionomia já passa de ser o que já foi. Mas eles certiveram o pojé de soberanas e conheceram numa festa de família, se entrelaçaram e desenvolveram amizade e sentimento, embora minha avó materna fosse rigorosa, casou as 10 filhas e usava até arma na cinta para que se cumprisse. 4 homens e 10 mulheres. E casou as 10 e os 4. As mulheres tinham horário marcado para namorar. Se furava aquele horário, ela realmente, ela fazia recurso das armas. Uhum, recursos das armas? Fazia. O pessoal virava
<laughs> <coughs> e os seus pais, eles faziam o quê?
Bom, vamos começar pelos meus avós, né? Ele foi pioneiro comercial, o meu avô materno, na distribuição de carvão. E o meu avô paterno, ele era advogado na Itália, estudou para fazer carreira de padre, e não deu certo. Ele veio para o Brasil e foi o primeiro design que o Brasil, talvez deveras a América do Sul, conheceu. Primeiro design de calçado. Ele media o calçado para o seu pé, desenhava, projetava de acordo com a anatomia do seu calçado, do seu pé, fazia o calçado à mão, couro puro, aquilo durava a vida toda. Ele tinha uma fábrica onde hoje é a Rua Augusta e só terminou a fábrica porque tocaram fogo na fábrica dele devido ao início da guerra, da segunda guerra, sendo ele de origem italiana e não eram benquistos japoneses e italianos no Brasil naquela ocasião quando eu nasci. Meu avô paterno, ele é um
advogado. Que é o mesmo que que tinha a distribuidora de carvão? ou é, não!
distribuidora de carvão era o meu avô materno. Ah. Eles vieram, estabeleceram comercialmente com essa finalidade. À A posteriori, os filhos cresceram, os homens, e tornaram eles a confabulação de um comércio de carnes, onde meu pai atuou, acho que durante uns bons 60 anos. 60 anos. <coughs> Então o pai trabalhava com... Ele tinha uma casa de carne central da Vila Mariana, era a dele. na Praça Marechal Deodólio de Carvalho, né, onde existia uma antiga estação de bonde, que eu cheguei a ver. Não sou tão velho assim, mas eu lembro que os burrinhos bebiam água ainda. É onde os bondes eram guardados no final do expediente. <coughs> Os metrôs de superfície, né. Os bondes ligavam São Paulo em todos os seus quadrantes. Posso falar da história dos bondes. Qual os bairros que eles ligavam antigamente? Era Pitoresco, era bucólica a cidade. Cidade de São Paulo nos Não tinha criminalidade. O único ladrão que tinha famoso era o Meleguete, que roubava as carteiras nos ônibus, conhecido, mas não se tinha crime de morte, não se matava ninguém. Havia um respeito. Podia se roubar, mas não podia matar. Mas os ladrões eram tão poucos que não se falava disso. Uhum. Podia se andar à noite, sentar-se nas calçadas e conversar, ou fogueira nas festas juninas, porque o céu ficava coberto de faiscando de balões.
O seu pai trabalhava na na distribuidora?
de carne? carne

sua mãe ficava em casa? Era Era prenda doméstica. Minha mãe ajudava ele no caixa... Ela atuou também muito nesse trabalho, mas era mais

doméstica.

Entendi. i-i como que você descreveria os seus pais? primeiro o seu pai.
Olha, eu eu eu eu vejo como um um homem jovem, como todos passaram aquela fase jovem no intuito de alcançar alguma coisa na vida em termos comerciais ou familiares, com filhos, né. Um homem trabalhador, honesto, né, nessa atitude. Ele, como esposa, o braço direito tutelar no sentido de emancipação e manter coesa a família. E a lembrança que eu tenho dos dois é isso. Embora diga-se passagem que se fique registrado, eu falo por trás e falo na frente. Muito rigoroso em termos de educação. E não era na conversa, não. Era na base do bufetão, para resolver as coisas. Tá. Uhum. Não ouvia os calabreses, era pancada mesmo. <coughs> Era era difícil. Precisava andar na linha fina mesmo. Não deturpei para caminho nenhum. Apesar de ter uma possessividade em termos assim de de criação, Eu vejo, por mim, uma irmã que eu tenho mais velha do que eu há uns cinco anos, tem que andar na linha direitinho mesmo, porque o negócio não era na palavra não, era no profetão pesado. Uhum, <coughs> E a sua mãe? Minha mãe, inclusive.

rigorosa ainda. Mas como que era a sua relação com com ela? Como ela era...
Como se diz em italiano, era pianocano, é bem devagar, era bem light, tinha que medir as palavras, horário para almoçar, horário para sentar, horário para estudar, tinha esse horário para tudo. Muito vaidosa. Uma mulher muito bonita, tá. de cantar... Cantou a vida inteira até cantando. Gostava de cantar... e <coughs> se apresentar, cantar, em público ou em festa, alguma coisa assim. Adorava dançar tango. Eu ainda guardo essas imagens deles de sentido, né? Exímios dançadores de tango, os dois, né? E eu olhava, assistia nas festas, de família que tinha, porque eu tinha um, dois, três, quatro casamentos por ano, né? Às vezes eu assistia e participava dos casamentos desses primos, das famílias todas casando. E é uma festividade que eu tentei a posteriori resgatar. que foi reunir a família de cada cinco, cinco anos numa festa de família, de primos, eu chamei. E começava sábado de manhã, sábado de manhã, às dez da manhã e terminava domingo à tarde. Passava dançando, comendo, brincando. É uma festa assim, sem preconceitos, sem maldade, sem problemas políticos ou religiosos. Esquecia-se as desavenças que houvesse por ventura de família, naquele dia esquecia-se. Mas o meu pai, por contrário, um homem muito vaidoso, <coughs> por ser um homem bem apresentável na época, metido a Rodolfo Valentino, mas que fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, em termos sociais, morais, na terra, e também ela deve ter cumprido. A prova é que eu estou aqui e tenho uma irmã íntegra também, de São Caetano do Sul, uma família coesa.

Ela é mais velha? é mais velha do que eu. Qual o nome dela?

O nome dela?

tudo ficou em italiano.

Morávamos próximom O costume nosso em termos de família era uma reunião anual. Não nos casamentos, que realmente era uma festa estupenda, tá? Durava dois dias o casamento. Com as tarantelas da vida. Era muita fartura de alimento, era exagero até. i-i E eram as festas juninas, marcante, eu tenho até fotos disso. As festas juninas eram fogueiras de seis metros de altura de madeira na rua, onde é hoje o Shopping Center Santa Cruz. Então aquela fogueira imensa iluminava a noite e tinha tudo que era doce e salgado com respeito às festas juninas.

Eram marcantes essas festas juninas na data de junho, nos casamentos e no Natal. Aquela mesa enorme, uma fartura imensa que todos se reuniam para se saborear e confraternizar assim a família. Sempre até até até sempre foi assim, uma família nesse sentido assim, unida e coesa no sentido mais sentimental, inclusive até comercial. Mas houve uma profusão assim de amizade e amor até quando foram desvanecer um ou outro pela idade, aí os erros vão se separando. automaticamente, como é hoje, já na quinta ou sexta geração, eu já deixei em família dito que a minha avó, a minha mãe, falecida o ano passado com 90 anos, foi o último elo que ligava a família, que doravante cada um enterra os seus mortos, que eu não vou no enterro de nenhum parente mais, nem de um primo. que eu já carreguei muito caixão até hoje, cada um enterra os seus mortos, que não cabe só a lembrança, e a solidariedade fica para cada um no seu seio, da sua

<coughs> a família se desfez. Eles têm, geralmente, as pessoas mais antigas, oriundas da Itália ou de outras regiões, como Espanha, os países latinos, europeus, eles têm uma filosofia de vida, assim, que não foram as escolas que ensinaram a eles, mas eles tinham sabedoria de existência e de vida que tentavam passar aos filhos, né, consequentemente chegando até nós, a segunda geração, né. E uma forma de modos de viver, a forma de evitar conflito, a forma de querer bem as pessoas, então eles passavam isso pra nós. Para que uníssemos, assim, em termos humanos com as pessoas, mais em prestação de amor e solidariedade do que de antagonismo ou briga ou desavenças, entende? Isso nos exportaram, nós, para que dessemos esse passo nesse sentido educacional. Eles não tinham muita cultura, pelo menos meus avós maternos, mas foram isso que eles passaram para nós, <coughs> em termos de educação. Se ficou contábil na viagem, ficou um pouco perdido, porque a minha avó veio pra cá com 13 anos, vieram tudo oriundos, com baixa idade. Uhum. E já enfrentaram um país novo, com muita luta e sacrifício de trabalho. Conseguiram hoje. Minha avó deixou um patrimônio muito grande na Vila Mariana. Eu cuido do que veio para a minha mão. Está novo, tombado pelo patrimônio, pela condesparte, mas eu cuido. Está novo. Meus primos não têm esse mesmo cuidado, entende? Eu vejo o trabalho árduo que eles tiveram no passado e temos que manter aquela lembrança com respeito. Uhum. Mantenho aquele imóvel, porque eu não posso mexer naquele imóvel. Está preso pela situação do governo. É um patrimônio histórico. da cidade, até que foram as primeiras casas operariadas, que se formou na cidade de São Paulo, na Vila Mariana. Mas eles tinham várias casas? Como é que era? Eram várias

Tipo vilas, né?

Hoje algumas até descaracterizaram, mexeram, não deviam ter feito isso. Vou até me reportar para a prefeitura, se tem alguma verba, para que eu possa utilizar na pintura ou manutenção, ou deixar as casas como eram. Já que está preso no IPTU pelo fato de ser um patrimônio público, preservado pela história paulistana, então está lá para quem quiser ver. Existe até hoje. Um exemplo que, naquela época, o material da construção, estamos dando salto assim na na explanação, mas voltamos depois nas suas perguntas. O material vinha, as portas vinham de Portugal, tudo de carvalho. Os vidros a cores vieram da Bélgica, tijolos imensos ainda. E <coughs> é uma casa pra durar 100 anos, Vai fazer logo, logo. <laughs> <laughs> 100 anos

Entendeu? deixa eu entender melhor. Então tinha uma casa onde os seus avós moravam, que era a sede, a casa onde morava os seus pais...
Ela mesma adquiriu a minha avó. ah Ela adquiriu, ela alugava, depois não podia vender para os filhos diretamente, porque havia um problema, assim, a posteriori, de reivindicação de herança., né? Mas ela construiu várias casas, comprou vários terrenos, construiu casas para E aí acabamos até adquirindo algumas, né? na sequência. E até é interessante citar que mesmo a minha mãe comprando uma casa dela foi obrigada a pôr no nome de um cunhado. Para não haver confluência no futuro de que ela tinha beneficiado uma filha, questão de heranças, entendeu? Que o sinal surgiu um apogeu no falecimento deles, que hoje, devido à partilha, foi tudo colocado no lugar, tudo calminho, tudo sossegado, né? Cada um com o seu E aí é que está.

É tudo uma coisa igual. Daí isso é uma das primeiras vilas operárias de São Paulo. Uhum. Atendida por bondes na época, né?

O bonde puxado a
a burro, tá? Uhum. <coughs> e como que eram essas casas assim? se você tivesse na frente delas...
Olha, a casa tem dois sentidos. Tem os sobradinhos que vinham a ser mais modernos, né? Uhum. E as casas iguais, paliativas, lado a lado, que eram assim pequenos jardins na frente, com muros de madeira, cercados de madeira. o alpendre, que adentrava a casa, depois a sala de visita, a sala de estar ou de jantar, primeiro as portas de um primeiro quarto, segundo quarto, cozinha, o banheiro e o quintal, e com um ou dois quartinhos no fundo, inclusive. Era em termos de terreno de frente, pode ser uns oito por uns vinte e cinco. Não chega a não passar disso, não. Até por 30 metros. Eram casas boas, todas iguais lado a lado. Modificaram com o tempo algumas coisas que não deviam ter sido modificadas para manter o patrimônio, já que eles dizem que aqui é um patrimônio. Do meu lado, eu já não sou pequeno sobrado, já em cima, que nem hoje, locações como o restaurante embaixo, os sobrados em cima adentravam uma escada feita de granito à mão, ilustrada por máquina, que hoje é uma técnica que não existe mais. com todos os materiais oriundos de outros outros países. Madeiras de Portugal, como Carvalho, e vidros da Bélgica. i-i subia-se escada, tinha um alpendre ao hall de chegada, um quarto bom, que dava frente à rua. Do alto já se reportava ao toalete, sala de jantar ao estar, corredor cozinha e área de serviço. Uh... São sobrados, são assim todos lá. O nome anterior era Cruz das Almas do bairro, é, e <coughs> depois passou a Vila Mariana? Na verdade, aquilo, a posteriori, foi feita, era uma pertencia à família Clabin. E foi loteados e passou a ser Cruz das Almas, o bairro. E o Cruz das Almas sendo, devido a um cemitério clandestino que tem na altura da Rua Santa Cruz, no final, de quem vai já para imigrantes, onde disputavam ali os oriundos de Santos, boiadeiros que levavam carga para Sorocaba. E as contentas deles eram definidas ali em termos de acerto de contas. Uhum. E ali sobrou muita gente enterrada em um cemitério clandestino. E ficou chamado Cruz das Almas, aquele local. posterior não tem nada a ver com a Rua Santa Cruz. seja, desemboca nesse mesmo local.

Oriundas, filhas da minha avó, que foram ganhando os títulos e nomes de locais. Ah, então Vila Mariana... Ela

Suas tias. A minha mãe era mais nova. Minha mãe mais nova e já foi embora com 90 anos. Você vê que o negócio reporta para o final do século XIX mesmo, né? Uhum.

Puxa vida, você, Gabriela... Não, Isabela, perdão. Depois você corrige isso aí. É Isabella. Isabela, você me ajudou a lembrar, reportar aquelas ruas, tudo de terra, tá? Não passava um carro, não existia. Os carros carros, as ruas de terra, os carros, o Brasil não fabricava e acabou de fabricar carros depois de dois anos mais tarde. E os carros que tinham aqueles americanos pós-guerra, que nós compramos até peruas velhas da polícia estadual da América do Norte, trouxemos para cá os Ford. Passava um carro para cada duas, três horas. Principalmente na rua, chamada hoje Domingos e Moraes, que é uma continuidade da Avenida Paulista. <coughs> Depois que foram substituídos os bondes, <coughs> puxado a burro, cujo matador, de de , havia um matador na Vila Clementino, ali perto, onde é hoje um museu, um museu de artes ali na Vila Clementino, ele era um matador. Então, os bondinhos desciam com os boizinhos para ser sacrificado lá, limpo lá. E eu fui, a posterior, servido de bonde.

Era uma fazenda aluteada, a Fazenda Carabim, cuja sede eu conheci. E conheci o Segal, o famoso pintor Segal, que vi pintando quadros ali na Afonso Celso, casado até com a Beatriz Segal, atriz da Globo. E eu vi a história, conheci ele ao vivo. Isso é interessante, ver a obra ainda dele estar. Existe o museu dele na Afonso Celso. E aquela rua, anteriormente, brincava à vontade, não tinha criminalidade.

Brincadeira de sela, bolinhas de gude, pipa para ser empinado, cabana em cima da árvore, né? Então, a minha juventude viveu. Não tinha computador, nem televisão. A televisão foi entrar quatro anos mais tarde para a TV Tupi. em São Paulo, apresentando problemas, como a Relia, o palhacinho falecido, o Weiser, eu esqueci o nome dele, mas era um, um, alegrava as tardes de Domingo nosso. Era brincadeira, não havia maldade, não havia criminalidade, e o bairro foi desenvolvendo devagar. Contava-se naquela época, em 1950, como eu te falei, umas 500 mil pessoas a capital de São Paulo. Uhum. Os bondes já começavam a interligar em termos elétricos, fazendo a ligação entre Vila Mariana, no contorno ali da Vila Mariana, até a Lapa e a Penha, e da Praça João Mendes. O bonde ia até a São José do Estadão, ou até Santo Amaro, que era um passeio divino. O bonde fechado, chamado camarão, porque lembrava a cor de um camarão, do peixinho mesmo, fechado. Corriam muito onde a avenida hoje de Ibirapuera, o vereador José Diniz. Ele ia até o lago. Socorro lá embaixo fazia, ou ou voltava para Ana Rosa, mas era um passeio fantástico. Passava pelo Campo Belo, Brooklyn, é, outros bairros, mas era tudo mato só, tá? Não tinha casa, como você viu, carro nenhum. Passava ali, só o bonde.

Vocês brincavam na rua então? Na rua. Você e a sua irmã... Tinha mais os primos? Ixi...

juntava o bairro inteiro. de jovens, separado em três gerações, tá? Uh... Os mais velhos nunca anfabulavam com os mais novos, né? Os cinco anos mais velhos a gente era pivete, então nós brincavamos de pipa, futebol então, brincadeirinhas. Assim, os mais velhos eram mais paquera, mais passeios, era coisa mais enturmada. Mas irmãos, né? Então eram irmãos, porque eram irmãos mais velhos. Mas era brincadeira de corda, pega-pega, esconde-esconde, sei lá, era todo dia. Eu voltava para dentro de casa para parar, para vir cá para tomar seu banho, dormir na base de bofetão, porque a gente não voltava, não entrava mesmo, entendeu? Tem amizades minhas que duram hoje. Eu os conheço, estive com ele a semana passada. São exatamente 60 anos que nós moramos vizinhos. E essa amizade existe até hoje. Eu respeito a amizade por ele, pela família dele, por ser meu amigo e outros. Conservo isso até hoje e relembro esses fatos, como estamos conversando aqui, relembro muito de alguns fatos. aos colégios que nós passamos, as amizades que nós tínhamos, né? Até, cito de passagem, a posteriori, quando eu já tinha uns 14 anos, eu conheci o primeiro conjunto instrumental vocal feminino que eu conhecia do mundo, pelo que eu conhecia de música. As moças tocavam muito bem o baixo, a bateria, a guitarra e a cantora. Com o tempo passou, desfizeram o conjunto. <coughs> Mas a cantora persiste até hoje, a Rita Lee, que morava na Vila Mariana. Responsabilidade, tá? Não fazer o que quer, depredar o patrimônio público, não é por aí.

Respeitar o ser humano como ser vivente. A meta no mundo é o homem. Sempre pensei assim. Nada que se faz no mundo tem que ser mais positivo do que o homem. O homem é a meta de tudo que você imaginar. Porque não tem mais nada de valor acima da terra para homem. Embora, falando o homem de uma forma genérica a mulher, principalmente que o homem seria impossível da vivência do homem sem a mulher, é claro. Mas o <coughs> que eu eu quero dizer é o seguinte. A prioridade homem é a meta, entendeu? tudo homem bomba para destruí-lo, negativo. Entendeu? Crianças dizimadas por bombas, mortes por vários fatores, jogadas de janelas, isso nem quero pensar, entendeu? Embora seja uma utopia, porque a realidade está aí. Temos que nos esforçar. Isso eu já comecei a aprender naquela época. Tudo que se fizer, fazer bem feito para nos fazer duas vezes. e fazer algo que possa ser útil à coletividade. Uhum. Seu nome não precisa ser lembrado, basta que você lembre que você fez, você deixou algo para você ser recompensa, uma gratidão interna de uma força cósmica superior que eu respeito e compreendo. Não, não, não. Como é que era? não, devido

perguntou o Tiago Havia embates sociais revolucionários muito grandes na época, né? Uhum. Eu militava, né? Legião Revolucionária, um monte de coisa. <coughs> Então, questionando já a luta armada, militar, jogar bomba, fazer miséria. Então eu me afastei para não envolver ninguém. Eu morava sozinho na uma Vila Mariana, onde hoje é o supermercado Pastorinho. Era um cinema chamado Sabarala. E na frente dessa, desse supermercado havia um conjunto de residências, cujo, boas residências, cujo pai de um amigo tinha falecido. Então nós adentramos essa casa, deixamos a casa administrada convenientemente com um ou mais amigos íntimos, cuja jovem guarda frequentava no início, E eu trabalhava e estudava, até noivando, até poder pegar um local, pudesse me casar, e a realização do meu
início da minha vida social. Então você acabou entrando <coughs> na militância por causa, por conta da, desse seu envolvimento já na juventude, envolvimento de mundo.
É. Não sei, não sei. Não são todas as pessoas iguais. Uhum. Nós somos hoje quase 200 milhões de brasileiros. Somos quase 6 bilhões e meio de seres no mundo inteiro. Ninguém é igual a ninguém na impressão digital e em tudo. Eu era rebelde. Uhum... Tá? Não é que eu pudesse fazer mal às pessoas, roubar. Não é nada disso. <coughs> Eu tinha opinião. Até hoje eu tenho. E brigo por elas.
Mas essas <coughs> reuniões, esses...

dentro da escola eram assuntos mesmo escolares, né? Uhum. Embora tenham tendências de serem surrupiadas pelas outras forças, de políticas ou até degradantes, nós não participávamos. Mas em termos de turma, Quando se juntava a turma, realmente, no Augusta, que era o primeiro conjunto, chamava os Dievons, nós fazíamos parte, os Teenagers. Naquela ocasião, era uma turma fechada, rebelde, motoqueiros, de lambreta, não era motoca como tinha hoje. Uma ou duas motos que vinham da Inglaterra ou da Itália, a Java, a Royal, E a gente usava esse instrumento de locomoção, lambreta, e era um grupo fechado de ter rivalidade, não sei porquê, de turma contra turma, de jogar as motos dentro do lago Ibirapuera, <coughs> Uhum. Né, que tinha bares lá dentro do do... <coughs> em volta do lago.

Mas essa rebeldia acabava... você dizia que tem reivindicações... Não, nesse caso era... acho que é uma imposição machista, que nós fomos criados sob um regime machista, entendeu?
De imposição de superioridade. Hoje eu vejo como besteira, misquinhês, estupidez e ignorância em parte do jovem da época, entendeu? Alguns seguiram uma carreira mais fria, CDF, vamos dizer assim, se tornaram até pessoas importantes na vida. Eu posso até citar alguns nomes, se fossem o caso, Respeito a posição de cada um, embora eu se pretendisse seguir o caminho do meio da ponderância, da tolerância e da compreensão. Viver no meio do povo, sentir o clamor daquilo e participar. Eu fiz isso, eu não me escondi, não. Embora tivéssemos reuniões de reivindicações políticas, se a Polícia Federal descobrisse lá, na época nós tínhamos um furitinho. Da Silva, tal de... como era que eles chamavam lá na época? <coughs> Era... poxa, o nome da polícia da época. Eu estou devendo dois nomes para você <coughs> não tem problema.

Vou lembrar e te falo já. Mas que reivindicações políticas eram essas que vocês discutiram? Bom, nós
rebeldes sem causa. Qualquer causa servia para nós abraçarmos i-i Uma coisa que eu nunca abri, sempre lutei por essa reivindicação. Ninguém pode tolher a liberdade da outra pessoa. Hoje, tem uma câmara, tem vocês que servem por testemunha. Eu eu gosto de lutas, gosto de luta marcial, mas uma forte esportiva. Tenho espadas por coleção. Seguro uma delas ainda hoje, se for para defender a tua liberdade. Porque não tem a submissão de povo para nenhum povo, entendeu? Todos devemos viver livres. Livres, puros e abertos, então não tem, é melhor que ninguém. Todos somos iguais. E pela liberdade, hoje, eu ainda seguro uma arma e vou à luta. Porque a liberdade não tem preço. Foi isso que eu reivindicava na época. <coughs> Por mais que houvesse possessão militar, forçando uma situação qualquer, seja o que fosse, de AI-5 ou de poder evitar que pudessem falar o que nós queríamos se locomover ou fazer, foi a luta armada. Fomos à luta armada na época. Vocês não sabem, mas vocês estão pegando o resto.

Houve reivindicação. Acabou tudo a contento. Ótimo, né? Mas pela liberdade do povo. Porque hoje, não vou querer dar um salto, o governo não pode fugir de três coisas, só falando em termos que eu já falava na época. É uma pirâmide onde são três pontas de igual valor. Ele não pode fugir da educação do povo, da alimentação e da saúde. Ele administra um dinheiro que não é dele, é um gerente que tem que administrar um dinheiro do povo para o povo. Não pôr dinheiro na bolsa, na meia, na cueca. Isso é um absurdo. Entendeu? Isso... Eu corresponderia a isso com arma. Quando o Brasil colocar a pena de morte, para que as moças possam andar na rua com decência e ninguém me matar a criança e não roubar o dinheiro público, quando der um exemplo, eu quero ser o carrasco. Eu quero ser o primeiro a puxar a cordinha e apertar o botão. Então, assim, eu não estou escondendo, poxa.

<coughs> porque eu quero admirar, respeitar a liberdade dele, moço, sair e voltar para a casa dele, trabalhar, estudar, e você, mocinha, ir para a sua casa e voltar com toda a segurança e tranquilidade. Não o horror de você passar por uma rua, ser seduzida, morta e maltratada. Isso não cabe na minha mente. Nesse mundo que nós vivemos. Entendeu? É isso que eu reivindico. É impossível. A utopia, tampar os olhos com a peneira, olhando para o sol, é. Mas não custa nada lutar. Eu acho um absurdo alguém usurpar o direito do outro, atento a qualquer pretexto, dominá-lo, seja qualquer for a forma. Então eu luto pela liberdade, do seu direito de ir e vir, porque a liberdade não tem preço <coughs> mas então, bom...

Não foi. Meu primeiro emprego dentro da área sempre foi dentro da sala de publicidade. Foi na rua, <coughs> foi numa chamada Mult propaganda, aqui na Albuquerque Lins. Eu era praticamente chamado Pestá, montador de anúncios. Depois que eu passei mais tarde para ler Altman, arte finalista, na Thompson. Mas comecei aí. <coughs> E para não ser mentiroso, quando eu tinha 14 anos, Eu vendi espaço em jornais num jornal chamado São Paulo Zona Sul, que existe até hoje, como, atingindo vários bairros de Vila Mariana, com com tiragem de 55 mil exemplares. Até hoje existe. Eu vendi anúncios para aquele jornal com 14 anos. Eu tinha a gana, a garra de ser independente, de viver. Saí de casa com essa idade. Com 14 anos? é.
É. <coughs>
Voltei com 17 voltei nunca mais. Já morava sozinho. Hoje, é, você está vendo um homem chamado de alfa, ômega, eu faço tudo que mulher faz. Até cicatriz de cesariana eu tenho. Lavo, passo, costuro, cozinho e faço tudo isso com carinho. Faço tudo que mulher faz. Sou homem
Uhum, aí, mas aí você já morava com esses seus amigos? Já naquela residência.

Depois que ela Não existia motel para os moços passearem, nem namorar. Era cinema ou motel das estrelas, que o clubinho era favorável para isso. Não tinha assalto, né? Você podia ficar à vontade olhando as estrelas. Mas como a casa era um palacete na Vila Mariana, bem arrumada, a jovem guarda toda frequentava lá, tá? hum, entendi. Então, com os carrões que eles tinham, eu era estudante, eles me davam a chave e dinheiro. Eu ia passear na Augusta com os carrões deles e eles ficavam usando a casa.

Frequentava lá. É, na agência. Depois da agência, como diz o Té, deixei um currículo para vocês. Eu fui para a Unilever Company, a Agência Unilever, fugindo um pouco. Depois voltei para a publicidade, definitivamente naquilo chamado listas telefônicas. uhum. Eu fui agente da lista telefônica vendendo anúncios nas chamadas páginas amarelas. A editora fazia tudo para o cliente, até eu vendia, i-i ... Era chamado páginas amarelas, Edibe, editoras aqui na rua, avenida Liberdade. Foi a primeira, muito forte, duas listas muito fortes, unia São Paulo em termos comerciais, em termos de assinantes comerciais, industriais. Hoje chama-se Guia Mais. mas foi o trabalho que eu fiquei. A posterior eu fui ser gerente geral do metrô de São Paulo. Tu concentra dentro dos trens, aqueles painéis de propaganda dentro dos trens é a minha responsabilidade como equipe de 10 vendedores. Foi o último vínculo que eu tive com com a <coughs> em termos empregatícios. Depois eu saí, e até hoje eu sou diretor de marketing de uma empresa chamada Versatile Eventos S.A., está no site, cuja divisão especial minha é de promoção e produção de cinema nacional. Uhum. Eu não sei se eu pulei muito, mas você pode perguntar à vontade.
vários lugares já <laughs> trabalhar, então calma, estava primeiro na Thompson. <coughs>
É isso.
Enquanto você cursava faculdade ainda? É, foi. Foi mesmo. Você continuou trabalhando lá? Trabalhando lá.
E como é que foi essa mudança? Formado já? Eu, eu...

É, eu senti a possibilidade de uma empresa grande me chamar, achei possibilidade de ascensão, onde fui supervisor de produtos deles, criamos produtos bons, AGC Lever, militei lá na área de comercial deles, não marketing, vendas puras, para depois achar que tinha que voltar novamente ao meu campo de atividade, que era a publicidade, no lançamento de produtos, né? uhum, como marketing, já empresas necessitando de apoio técnico dentro da área, uhum, elaboração de folders, folhetos, catálogos, comerciais para a rádio e TV, tingos, que você ouve alguns até hoje. Talvez vocês lembrem, não sei, Coca-Cola, isso aí, e tem sabor, e muito mais. Então, são coisas que marcaram época. Na ocasião, pago para essa finalidade, embalagens que vocês usam hoje, de café, perfume, de discos, entendeu? Tá rodando até hoje aí para vocês.

A da Coca-Cola, como o dingo, né? E atores, cantores que eu lancei, né, como Sérgio Reis, Italy, que apoiei, né, uhum, na promoção, Deni Dino, então, que eu fomentei, sou empresário deles até hoje, embora um deles falecido, já virou cover. E o tempo vai passando para todos. Mas raízes ficaram. A importância é deixar frutos, né? sementes boas para se frutificarem. Alguém possa apanhar aqueles frutos e comê-los sendo bons, né. né, não deixar coisas más. Não vale a pena passarmos pela vida tão rápida. Por exemplo, vou citar só uma passagem. E se nós vivêssemos 100 anos, como você está agora, bonita, jovem, 100 anos, agora você encosta a cabeça, você tem 100 anos e foi embora para outra dimensão. O universo significa que você viveu um micro de segundo. Não é nada. Nós somos pó. Isso me cabe na razão e compreensão, né, hoje, nesse momento. E tem uma frase que está num filme, que está entrando no filme Espírita, do Chico Xavier, uma frase minha, e está lá. Se não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. Entendeu? Isso foi sempre a minha filosofia. Melhorar sempre em todos os sentidos. Não arredar a pé. Vencer e lutar sempre. Embora todas as coisas materiais sejam finitas e de de uso temporário. Só emprestado para você. Um dia você vai deixar para alguém usufruir o que vem atrás. você não vai levar nada para o outro lado. A não ser a tua experiência, o amor ou o ódio. O teu corpo fica. Foi emprestado. Você devolve.

Que marcou os anos 60. com a chegada do Elvis, havia imitação, daquilo que todo mundo ia imitar alguma coisa. E é como eu falei que eu conheci o primeiro conjunto instrumental vocal. feminino que eu no mundo, que eu lembro pesquisava, não tinha, as meninas cantavam bem, tocavam muito bem, e tive por felicidade de encontrá-la agora no no cinema Santa Cruz, no Shopping Santa Cruz, esse fim de semana. Sentou-se na cadeira esperando começar a sessão, nós íamos adentrar a sala, Ana, Ana a a Ana Rosa, Rosa Maria, baterista do conjunto daquela época, e eu lembrei dela, como vai, Aí falei para ela, você nunca deveria ter largado a Rita Lee, porque a cantora era a Rita Lee. Ela falou, estaria muito bem hoje se não tivesse largado a Rita Lee, porque elas se desfizeram o conjunto. Então, um ou outro, com as peças de teatro de colégio, pediam para se representar, e havia festividade nesse sentido, para quem tivesse talento se apresentar a tocar, cantar, o teatro, como Tony Ramos, quando o Brasílio Machado se projetou assim, que é da Vila Mariana, e outros atores. se projetou dessa forma, é que ele tinha o talento e ia para frente. E eu era metido a Elvis. Eu gostava de tocar, toco o bateria até hoje, o baixo. Então, mas isso foi uma passagem da juventude, que a gente acha que todo jovem tem esse sonho. Mas depois foi deixado de lado, foi pegando umas questões mais sólidas e firmes dentro de uma posição técnica e social que eu gosto até hoje, que é a propaganda. Não é só um homem de marketing. Você tinha uma banda?

Você tinha uma banda na sua juventude?

Tinha. Como era o nome?

Teenagers Os jovens, a bobeira que a gente punha. Depois tem os Diabolos. Viu? Vocês tocaram em

<coughs>

Pasteur. Tocava lá no colégio Pasteur, na Vila Malha, namorava a Joaquim Tavora. Formou o seu conjunto, né? Tocou em vários locais e, Embora apoiarmos também com um com um colega nosso, que era um virtuoso da música clássica. Antenor Bouchala, família árabe. deve estar comemorando alguma coisa hoje. Ele era um virtuoso. O pai dele é maestro, passou todos os conhecimentos para o maestro, de maestro para o filho, e o filho é um virtuoso nas músicas clássicas de piano.

Acredito que ele esteja morando lá. Mas, nossa, como eu aprendi as músicas clássicas, eu falo com ele. E amo as músicas clássicas hoje. Beethoven, Chopin, Bach, todos eles. Gosto de ouvir um tom bem mais baixo, porque aquilo delicia a alma, né? Hoje, acho que talvez, pela idade, também já mudei os gostos. Elvis, se for pra ouvir hoje, é bem baixinho também, porque não dá pra ficar ouvindo barulho. ouvindo barulho. <coughs>
já não dá, meus tímpanos não são os mesmos. <coughs> E, a sua esposa, futura esposa nessa época ainda, também gostava muito desse negócio da música?
Ela me acompanhava. me acompanhava, não era chegar, dançava, por fazer companhia, mas até hoje, não é? Gosta dos cantores da época, nós ouvimos, né? Net Kinkou, Flank Sinatra, papagaio, quem que não gostava de dançar isso aí? E os nossos músicos brasileiros, que a bossa, né? Entrou naquela época, né? Com... Tem Jair Rodrigues, né? Tinha o Tom Jobim, nossa, tem um disco de Vinícius de Moraes, Discos dele, eu tenho deles, Noel Rosa, eu tenho discos dele até hoje imortais, são imortais. Nossa música Bossa Brasileira, que fez sucesso no exterior naquela época, até Frank Sinatra gravou algumas coisas com o Tom Jobim, tem esses discos originais em mão. É inédito, é uma coisa maravilhosa, é uma revolução. Não é samba da garrafa, não é o dança do, como é que se diz, o Rebolation, não. É música com letra, com poesia, pronto. Imortais. As brasileiras foram muito marcantes, como a música O Barquinho, essa turma toda, o Jorge Bem, nossa, marcantes, marcantes.
Marcantes, uhum, <coughs> e aí vocês, como foi o o casamento? vocês tinham 22, 23 anos, é,
Eu tinha, ela

23 para 24.

Não, eu... é, já, isso já sozinho, sabe, nunca tive ajuda de ninguém nesse sentido. Nós fomos morar em um apartamento, nós namoramos, noivamos, os pais faziam pressão para que houvesse aquela união, né, já que já vivíamos de uma forma já meio íntima nesse sentido, porque dois jovens, jovens e bonitos, não podiam viver de formas frias. Achamos por bem, nos unimos, fizemos um casamento, casei na Vila Mariana, na igreja chamada Nossa Senhora da Saúde. Um casamento bonito, um amigo meu cantor, Ave Maria de Bá, dignou. Foi lindo o casamento, houve a sua festividade, foi muito alegre. Lua de Mel, antigamente, era assim, ou Poço de Calda, que era a meca dos nobentes, ou o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro. Porque eu casei só com 400 cruzeiros no bolso. Trabalhava, era estudante, né? <coughs> E recomeçando uma vida nova. Lutei pelos meus ideais e princípios, nunca fiz mal para ninguém, nunca suplantei, pisei em ninguém para sobrepor ninguém no sentido de ser melhor do que ABCD. O que eu tenho hoje é modesto, mas foi conseguido pelo meu trabalho, pelo apoio da minha mulher. Vencemos juntos e temos hoje, podemos dar, possíveis que adivinhem, os netos que chegam, uma sequência de administração, sequência de vida mais razoável do que tiveram meus avós, do que tiveram meus pais, do que tiveram eu. suave daqui para frente. Não, não. Meus amigos, <hesitation> embora... Tinha duas naquela opção. Ou os amigos ou a namorada. Uhum. Ou a noiva. Que nem eu falo para as mocinhas. Se os namoradinhos estão namorando hoje e ele sai no fim de semana para sair com os amigos, vai encher a cara. Esse futebol não é por aí. Então não gosta de você. Tem que ser um rapaz que fica com a noiva, que a namoradinha gosta, vai levar junto ela a passear. Aí toma sorvete, vai no shopping. Hoje tem shopping. No meu tempo não tinha nada. Então, é por aí, tem que se gostar. Então, fazer junto. Então, casamos, fui morar para a Norte Paulista, através da Indianópolis, numa rua chamada Canittar. Não. É. É isso mesmo.

Pronto. Uhum, e aí? <coughs> No apartamento. Separadas, tá? Meus pais, eles eles sempre foram muito, também, ideais nos seus objetivos. E separados. Eles foram me visitar depois de um ano de casado. Eles foram no meu casamento. Mas não havia separação de família. eu, para haver discussões e haver desafetos, eu queria manter-se a distância. Uhum... Depois houve tolerância recíprocas e a gente passou a conviver com tolerância.

Com a minha irmã também. Até hoje é assim. Uhum. Cada um vive a vida que quer, né? Cada um pensa o que quer do outro. Acho que eles têm aquela imagem daquele rebelde que eu fui, embora não tenha causado problemas médicos, problemas de saúde, problemas policiais. Sempre fui sempre o rebelde. É o seguinte, hoje você quer ser rebelde é só ter força de opinião. Sem por a sua opinião, pronto, você não é aceita na sociedade. Você quer ser bem aceita? Só ouve, não fala, aí você vai lá para cima. Como vi amigos, centenas de amigos, subirem que nem o Rojão, porque nunca abriram a boca para nada, não sabiam a opinião dele, subiram porque ficaram calados em todos os motivos. Eu não, eu gosto de mostrar o ponto de vista.

Isso. E aí vocês tiveram filhos? como é que foi essa mudança para a vida de casados? é, nós fomos morar lá,

Depois de um ano. Após um ano ela engravidou.

da minha filha. Tem umas fotos que eu trouxe dela. Uma criança linda, linda. E depois que eu vi aquela criança nascer, que nasceu aí na maternidade em São Paulo, dia 21 de dezembro de 1969, aí mudou a minha vida radical, porque eu senti, eu era meio avoado ainda, meio aloprado, né, aí eu senti a responsabilidade na mão, visto que ali estava constituída uma família, né, eram duas, uma mulher e uma criança que precisavam de mim, aí eu amadureci e comecei a pegar o caminho mais do meio, mais firme, né, nas tendências. Ser pai marcou muito, é muito forte, e hoje eu falo para todos os jovens. Vive com 70 anos, ainda você é jovem demais, para os meus pontos de vista. Vamos passear, viajar, dançar, brincar. Porque o casamento, pode até ter um namoradinho, um noivinho, não tem problema, vamos fazendo planos. Mas a opção de filhos é a última, para pôr no mundo pelo desavenço que o mundo é, maldoso. Mas depois pode, a formalidade. Mas quando vem a criança para um mundo inóspito, frio, desumano, você pensa dez vezes, você quer o melhor para todo mundo, para eles. Você quer o melhor para as pessoas, você não quer o mal. Eu não vou falar falar para você que é uma moça, para ele que é um moço, um conselho que não seja igual ao que eu faria para um filho meu ou você é uma filha.

Então, eu dei para os meus filhos tudo de bom que eles poderiam ter. O nome dessa filha era filha?

É, em 1989. MIS Águas da Prata, MIS São Paulo, MIS Brasil, MIS Mundo. E ela é uma mulher muito, muito bonita.
Ainda é. E aí, você teve só uma filha? ou teve mais de uma? eu tinha um filho.
que é a diferença de um ano. Tem um médico, doutor Nakamura, falecido, do Hospital da Maternidade de São Paulo. Não era para ter feito em seguida, tinha que esperar uns três anos, porque ela fez cesariana, uhum, e o Paulo nasceu moço também, que é que nem o Tiago, bonitão, altão, olhos claros, puxou da mãe. Casar-se-á agora, dia 10 de abril, <coughs> achou, depois da sequência de escolha, que a gente ia no meio artístico, atriz da Globo, aquilo não servia. Essas mocinhas não vão fazer um páreo para você. Temos um matrimônio, uma vida familiar, caseira, quietinha, pralejar filhos, uma família. E agora parece que achou o que ele quer.

São só os dois, não. Minto. Houve <coughs> uma uma ruptura, porque o casamento não correu sempre 100%, o mar de rosas. Houve uma ruptura quando passava uma novela na Globo chamada, naqueles 30 anos atrás, chamada Guerra do Sexo. Minha mulher achou fazer uma guerra do sexo. Eu morava, já tinha, morando, fiquei 10 anos ausente, morando numa cidade de Poços de Calda. Uhum. Minha casa de campo que ainda existe até lá, até hoje. E eu voltei para São Paulo sozinho, numa separação que tínhamos orquestrado.

Mas então, vocês tiveram essa separação, vamos voltar um pouquinho mais uma vez. É
Essa separação foi feita e hoje, depois como passa o tempo... e a substituição devido à convivência é difícil porque você está moldado ou acomodado nos moldes daquela tradição de habitué, você fica seletivo numa coisa nova, em termos que você começa a projetar que não é assim, não é assado, você não pode um novo relacionamento e fazer posições maritais, nenhum nem outro. Hoje, se há uma separação, você tem que aceitar a próxima, A companhia, deixar, com toda liberdade, fazer o que quer. E ela deixa fazer tudo o que você quer. O que une as pessoas seria o sentimento e o respeito. Amizade e o amor. Não é papel nenhum que une as pessoas. Então, para trocar o certo para o duvidoso... Fizemos uma residência, uma nova opção de ficarmos juntos, que estamos até hoje. Mas a moça nasceu. Não falta nada a ela, está toda bem atendida. Mas foi uma filha fora do casamento. Uhum. Não me arrependo para a existência dela ser o que é. Mas se voltasse atrás, talvez filho nenhum, nem casado, teria ficado. um matrimônio. Uhum. Ela ficou morando lá na casa de campo. Ah, ela ficou lá. Você ficou. Eu fiquei na minha casa aqui no E aí Ana Paula e Paulo César foram com ela. Se formaram lá. Estudaram lá.

Ah, então eles já eram um pouco maiores Eles eram maiores. Ficaram, se formaram lá de de dez anos para cima. Eles começaram até se formar. Depois vieram para São Paulo. Voltaram para São Paulo. Uhum. E as luzes de São Paulo, ela encanta qualquer um que vem de fora, entendeu? Não sei por quê. Voltaram para lá, nem arras.
Uhum, então você não saiu daqui, a vida inteira sempre morando em
Não, eu morei lá. Morei lá também dez anos. Ah, tá. Depois que eu saí de lá, vim para cá e eles continuaram. Entendi, mas isso já mas... <coughs> Isso foi em 1980 por aí.

Ela era uma moça, ela estudava lá, já tinha 15 anos, morando lá na cidade. A cidade era uma meca de turismo. uma alba na América do Sul em termos de ala feminina e masculina, ela lá na região de Águas da Prata.

Está no ar até hoje livre de audiência. Está na mão de um sócio que ficou milionário com a rádio. <coughs> E ela é uma moça muito bonita, se projetou no meio social da região. E eu fui acatada para ser representante da cidade num voto que teve em termos de uma reunião social na cidade, uma festa. frente a outra jovem, isso que eu falo, tudo fotografado e filmado, eu tenho tudo isso aí. É um orgulho para o ser menina, mas não deixei ela continuar a carreira, que ela tem a chance para ir para a televisão. Acho que o pai, ciumado como eu era, eu brequei um pouco a carreira dela. Noto que ela tem uma mão muito boa para estilismo, para modas, e hoje ela é empresária. Mas se ela tivesse conseguido a carreira de estilista, ou criação de modas, que é o dom que ela tem forte, Estava bem melhor. Mas como eu estava desvirtuando para uma carreira de cinema e televisão, com convites fortes, e a mãe junto, daí houve uma desavença forte, ela não me aceitou, houve altercações fortes de cada um para um lado.
Uhum, e, aí, mas você não tinha ciúme da? Sim,

Ela disse que tinha ciúme, eu não sei o que era. Eu resolvi a moda calabresa e acho que hoje é grotesco eu achar que tem que resolver tudo com palavras de baixo calão ou mesmo com gestos brutais, agressivos, entendeu? Me arrependo, mas já passou e só o tempo vai lapidando os arrependimentos e hoje eu calco meus alicerces em cima de erros. Não quero mais deslizar em cima de aventuras e experiências, né? Tem que ser uma coisa que calque em cima de valores, para não magoar ninguém.

Até 20 anos, uhum, embora ela veio para São Paulo, quis militar o trabalho, foi trabalhar, depois de 20 anos que ficou, até a empresa fechar, ela foi e gerenciou as moças que voavam para o mundo inteiro, ela era a gerente da Varig.

Onde a VARIG estava, ela conhece.

ela cria maquetes, feira de Onimbi, cria uns maquetes. Se precisar de uma moça amanhã para alguma coisa, se precisar de um serviço de buffet, garçonagem ou serviço de segurança, você telefona e ela te arruma. Você quer uma maquete, ela constrói, faz igual a maquete e o projeto.

Promove roupas para empresários, fabricantes e sapatos da Camarim, do Rio Grande do Sul. Então tem desfile na Corumodas, nas feiras todas, ela participa com as moças dela e com desfiles e tudo mais, é o que ela faz. E o Paulo César? O Paulo César já me copiou um pouco. Ele mesmo fala, pelo teu ar. Arroja de trabalho, que horas? Pé de boi. Eu ia para o trabalho e fazia com responsabilidade. E seguia o mesmo caminho que o meu. Uhum. Ele é <coughs> estudante na região lá. Chegou a trabalhar na recepção do hotel, que a mesada dele era sistemática e contada. Veio, quando voltou para São Paulo, Terminou a administração de empresas e terminou agora a escola superior de propaganda e marketing. Pegou diploma agora na, nesse ano ainda, esse mês que passou aí. Fomos lá no espaço cultural receber o diploma dele. Ele é um homem de marketing, é um publicitário.

Trabalha com parceria com a Google. Eles publicam uma guia chamada Publicar, que é chamada Guia Mais. Guia Mais e a Google. Você faz alguma coisa no Google e já o apoio das páginas amarelas é Publicar. Então, o trabalho em conjunto. Então, ele está agenciando esse trabalho nessa empresa. Uhum. Ele é um administrador de empresa e publicitário.

É um um dirigível, sem perigo nenhum, que já houve no Edimburgo no passado, que aquilo foi uma sabotagem, baseado nas experiências que Santos Dubon nos deixou, voará no futuro navios aéreos, substituindo os aviões, cargueiros aéreos, não vão poluir, não vou fazer barulho, não preciso de aeroporto para subir e descer. Levo até dois mil passageiros, levo até cem cargas, cem caminhões, no nos ambientes mais recônditos do Brasil, sem problema de clima, sem problema de lama. Levo lá a carga e deixo no sítio da pessoa, na fazenda da pessoa. Vocês são jovens, vão ver o futuro da humanidade voando com dirigir, vão passar em cima da sua cidade, mesmo porque vai evidenciar o uso do combustível. O que gasta um Boeing 747 do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul num dia, ele não gasta nem um mês. Pode ficar um mês lá em cima. Tudo que você imaginar que tem um navio, ele tem também lá em cima. Então você vai ter todo um conforto de passeio e viagem com plena segurança. Não é, Não é velocidade, não é militar. Embora sirva para carregar cargas. Ele pode voar até 300 km por hora, mas vai voar a altura de pequenos aviões, 4 mil metros de altura, 3 mil metros no máximo, e vai poder deslumbrar toda a beleza enquanto ele passar, né, sobre pontos paisagísticos, vai poder deslumbrar tudo embaixo dos seus pés nos restaurantes. ou nas varandas as belezas que aquelas naturezas oferecem, parando inclusive sobre aqui. Imagina a Foz do Iguaçu parar lá em cima e ver toda aquela beleza, o Amazonas, lugares pitorescos e turísticos. É indescritível a história desse novo meio de transporte que os cientistas do mundo já aprovam. E o primeiro, sair agora em 2010, saindo da Califórnia, construído lá por um russo judeu, sair com com, maior que dez vezes que um Boeing 747, sendo que o nosso projeto brasileiro, o nosso dirigível, tem somente mil e um quilômetros. Tem que se fazer lá dentro, andar lá dentro de <coughs> motocicleta, a elétrica, né, pra poder fazer ronda,

Uma cidade, uhum, esse é o projeto maior. <coughs> Agora que a gente está chegando um pouco mais para o final, então, hoje você trabalha nesse projeto? você tem
Não, esse é o meu projeto que está, não engavetado, está em andamento, O Brasil é copiativo. Quando sair o primeiro, aí vamos lembrar que existe alguém que possa fazer igual. Temos local, temos matéria-prima, temos mãos de obra, temos tudo. Quando o primeiro sair, nós podemos fazer também. É a hora que nós fazemos de novo.

Está esperando alguma coisa acontecer.

Estamos tudo aprovando já. Está tudo pronto para começar a fabricação. Esse é o meu projeto. O do Paulo é só um projeto universitário e só um projeto de modificação da empresa do que ele está para coisas mais modernas. Senão a empresa daqui a três anos vai sucumbir. Não vai existir mais nenhuma lista de guia, só de bairro. E cada bairro de São Paulo é uma cidade. Você pega um Jabaquara é dois milhões de pessoas, você pega Vila Mariana um milhão e meio. Então, cada lugar é uma cidade. Você tem que pensar, temos regionais. Regionais de cidade dentro da cidade. Você não pode anunciar ali para alguém que vai pedir alguma coisa na penha. Só se for uma coisa geral que te interessa. Aí você anuncia num total que abrange todos o o os em termos gráfico <hesitation> em todas as capitais e todos os cantos da cidade. Mas se for setorial, é regional, funciona mais alguma coisa bem distribuída e forte só na regional. Esse é o meio que ele está trabalhando para mudar em termos de marketing. Inclusive em termos de impressão de papel, colocar um papel o um papel brilhante, né, um couchê brilhante. Uma coisa mais aprimorada para os dias de hoje. É o que está tendo aceitação. Se a empresa não se aprimorar a esse patamar, em dois anos ela sucumbe. Pode continuar com outros projetos dela, outros, outras cidades, mas em São Paulo
Paulo será muito difícil se manter. Uhum. Mas e além, é, além desse projeto que você tinha falado. <coughs>
Hoje eu trabalho o seguinte, eu desengavetei alguns livros meus, né, que estão no prelo, e na tentativa de publicá-los, visto que trata-se de livros de autoajuda, de conscientização da humanidade, que nem o livro Água, a fonte da vida, terceira idade com dignidade, que pode ser mudado, a melhor idade, dignidade na melhor idade, mas procurando patrocinador, no sentido que é único, exclusivo para ele. Ele tem esse livro na mão, usa o último capítulo para ele, para falar do que ele se promove, do que ele pretende a empresa dele em frente ao mercado. Ele pega esse livro, doa, vende, sorteia, faz o que quiser. É dele. Entendeu? Os direitos autorais são meus, mas comercialmente ele faz o que quer com o livro. Então eu trabalho esse projeto em termos escritos, de livros, e promovo a arte de uma forma geral. Que artes? Artes de gráficas e pinturas. com venissagens, que ocorrem na Vila Paulista, no Banco Central, 1.800 quadros no Banco Central, aberto a todos os convidados, geralmente quando tem as reuniões, as venissagens, escultura e fotografias. <coughs> Eu promovo isso, como Marchand. e para sintetizar o cinema nacional. O cinema nacional, depois da Veracruz, está abrindo as portas para trabalhos maravilhosos. Não fica atrás de ninguém, embora tire seu chapéu para os americanos, que são o pai da matéria, realmente são exímios mestres, mas nós estamos aqui no Brasil, bons atores, bons cenários, bom equipamento, podemos produzir o que há de melhor. Nosso caso, como é a LAS, Editora Cinematográfica, Audiovisual, ela é totalmente voltada para os fatos e histórias que ocorreram no Brasil. Que nem o filme anterior, Oriunde, com Antony Quinn, que no Brasil, com o Paulo Huberti, depois veio Cafundó, com o Lázaro Ramos, fazendo o personagem de um ser lá que viveu em Sorocaba, e agora Anitta de Garibaldi contando a história de Anitta e Garibaldi, que ocorreu realmente em Santa Catarina, envolvendo os estados. do sul, como também os países como a Argentina, Uruguai, é, Itália. Envolveu esses países numa guerra que conta com muito romance e ação. É um filme maravilhoso. Vocês podem entrar no site. O site é www.anittaygaribaldi.com. Vocês vão ver a sinopse do filme. Falta 20% para terminar, falta mais um ou dois patrocinadores e vocês podem participar. Eu, eu gostaria de deixar uma

Dizem, o antigo filósofo, que seria, colocar um um, plantar uma árvore, pôr um filho no mundo e um livro. O livro falta só um um remodelamento em termos de pele e sair para o público.

É simplesmente enfocar, dirigir o crime. para situações específicas, para que haja conscientização de aprimoramento. Eu acho que a minha meta final é colocar esses livros em lugares na mão certas, <coughs> para que haja o despertado da consciência que possa auxiliar quem vem atrás. Porque nós moramos numa pequena bola, pequena bolinha de gude, na periferia da galáxia, muitos desconhecem que moramos num planetinha que é o único lar que temos, somos péssimos inquilinos, Destruímos o nosso orbe, poluímos todo o ambiente, e a natureza vai cobrar um preço. Colocando o homem de joelhos. Vai, vai cobrar um preço. Já está cobrando. Então, quanto antes vier essa conscientização de uso, salutar da da <coughs> daquilo que a natureza nos oferece, haverá respeito a ela mesma. Se o homem não se respeita nem assim mesmo, querendo se, querendo experimentar novas bombas uns nas costas dos outros, É um paradoxo, não é bem essa a saída. Embora, se um dia nós experimentarmos, é o fim da sociedade como nós a conhecemos. Não é como subsistir. Então, que algum louco lance a mão dela, como houve tantos outros loucos no passado, vamos forçar para trabalhar para uma coisa melhor. Para quem? Para vocês jovens, os seus filhos no futuro, os seus netos. Posso ter um mundo um pouco melhor. Uhum. Temos que lutar com toda a força e fé. Eu pertenço a uma sociedade chamada Greenpeace. Eu sou uma pessoa enjoada com respeito à natureza. Hoje eu amo a natureza de paixão. <coughs> Escrevo quando eu posso em colunas de jornais.

É um jornal místico, esotérico. Não defende tese nenhuma. Somente defende os pontos de vista das medicinas a alternativas, divulgando o mundo que os chineses já fazem há 6 mil anos. e mostrando ao mundo os valores da da natureza. Nós somos seres humanos, a meta é o homem. Fora disso, não existe opção. Qualquer objetivo que tente, tem que enfocar o homem lá em cima, em melhoria do seu modo de viver, entendeu? Para um orbe melhor para ele, <coughs> então esses seus os seus sonhos de hoje? Meu sonho é colocar livros, objetivos, dirigidos que nem mísseis, que vão nas mãos certas, para que eles, tendo mais força do que eu, Posso atuar em mudanças em benefício da coletividade, da sociedade, de uma forma geral. E isso sem demagogia. É a pura realidade do meu âmago. E estou falando com testemunho, porque fique gravado e realizado isso. Meu sonho é mensagens que possam mudar o mundo de uma forma para melhor. Pensando não em mim, que já estou com mais de caminho meio andado, para quem vem atrás. Temos que pensar, olhar para trás. Pensamos em quem vem atrás. para não nos acusar no futuro que nós não pensamos neles. Entendeu? Subtraímos valores que podemos ter corrigido hoje e para amanhã deixamos restos que eles não possam sobreviver a contento.

Lutemos hoje, lutemos por um órbita. A terra é linda, é uma safira, é maravilhosa, merece ser protegida. Hoje a minha luta é pela liberdade dos povos em termos nada de fronteiras. É até utopia. Você imaginou o mundo do amanhã? Vê a utopia. Hoje é a utopia. Um mundo sem fronteiras. Um só idioma no mundo? Um só padrão monetário? Um só governo? Uma só religião? É uma utopia. Hoje é, mas daqui a 10 anos não será. Vai ser tudo o que eu te falei, haverá uma união. Cabe só esperar para ver, para crer. Isso vai ocorrer um dia, uma fusão. Prevê em 2012 uma mudança. Haverá um alinhamento da nossa galáxia, com o central do da nossa galáxia, com com o nosso sistema solar.

Há uma mudança. Aí começa o ano 2000 verdadeiro. Porque o calendário nosso gregoriano está errado. Doze anos errados para o Papa Gregório. O ano 2000, pelas influências astrais, Começa em 2000 em diante . Haverão mudanças

cai no campo da fantasia. Cai no campo da utopia. Eu vou falar, só mencionar por cima. Eu pertenço a um grupo em São Paulo. <coughs> Está no site.

Não viso ganhar um centavo sobre isso. Por quê? <coughs> Como diz nas passagens bíblicas, Meu mundo não é deste mundo, falou um grande mestre que foi Jesus. Então ele queria dizer alguma coisa além disso aí, é bom passar para pensar. Nós moramos numa pequena galáxia e nosso planeta terra é como se fosse uma bolinha de gude. Se eu colocá-la no meio dessa sala, essa bolinha de gude, a sala toda é um universo. A nossa constelação. Existem outras bolinhas, quase igual a nossa, na nossa constelação, na nossa galáxia. 400 bilhões de galáxias existentes no universo segundo a Unicamp. Então estamos sós no universo? Utopia, sonhos, devaneios e,

Uma nave oriunda. Estou falando. podem apagar nem gravar. Que não era feita. Era uma oriunda de augures. Que pousou em cima da cabeça. A partir dali que mudei o conceito em termos pessoal. Comecei a pensar coletivo. Nós estamos sendo visitados constantemente por seres que não são da terra. Nada de monstros, de antenas, são seres humanoides como nós, se portam como nós, embora outra cabeça, outra ciência, outra metafísica, eles não podem intervir, como eu não posso intervir na tua casa e dar sugestões... Você tem que usar a tua casa se é a cor amarela da cozinha, se é a tua casa a cor amarela. Estou esperando que venhamos a nos emancipar para que possamos parar com essas besteiras de matar crianças em guerras que não têm sentido nenhum, para que possamos andar junto, junto, lado a lado, pelo universo afora, em busca dos mesmos princípios, a procura das mesmas coisas. Porque eles são os herdeiros desse planeta que nos deixaram a outrora e procuraram um ambiente melhor, que mesmo eles no passado se autodestruíram e já se locomoveram para outro orbito, estão melhor, estão com uma tecnologia avançada, só que o domínio do planeta é deles, é deles isso aqui. Não vão dominar militarmente que nós estaremos perdidos. Eles querem nos enmanar, que são nossos irmãos. Que venhamos juntos, enmandados pelo resto do infinito, juntos. Não com maldade, como o homem pensa até hoje. Eles estão conosco. Tem bases aqui. E são avistados diariamente. Têm filmes, fotos, contatos, abduções. Tá bom que tem uns pequenininhos que não querem muito bem a gente. Mas eles não vão deixar intervir, não. Vai ser de acordo com a vontade deles.

Porque são nossos mestres. São eles os nossos manipuladores genéticos. Eles que mudaram alguma coisa no nós Não foi Deus, não. Deus é outra história. Falta algumas hélices do DNA nosso que vão ser repostos. Porque nós temos uma consciência, depois que nós abarcarmos um conhecimento maior, um dia perguntaram para Cristo, Mestre, aqueles discípulos andando lá pelo Getsemani, perguntaram, Mestre, quem somos nós? Isso está gravado na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Então ele parou e olhou para ele e falou, sois deuses. Só quero que qualquer um, pastor de qualquer religião, explique essa frase. Nós estamos caminhando para uma ascensão incrível. Você usa, na sua cabecinha, só cinco sentidos perceptíveis. Audição, tato, né, locução, o, só cinco sentidos. Enquanto que, na realidade, a casa toda aqui significa o cérebro, o teu subconceito, que você não usa. Quando você usar esse subconceito que foi colocado num véu, que é o teu subconsciente, você tem que estar morando em Alfa Centauri, Capela, Sirius, Pleiades, principalmente aqui você não pode morar mais. Por quê? Porque você é um esponja, um trabalho que está sendo formalizado para ser quem somos nós, sóis deuses. Você está sendo formado para ser isso. Um ser supremo, tá? Não ficar jogando bombom nas costas do outro. Em 1952 se aportou uma nave em cima da minha cabeça, discoide, quantos anos você tinha? eu tinha 8 anos. 8 anos. Ah. E ela se aportou em cima da minha cabeça, <coughs> e a partir dali comecei a me aprofundar, me interessar muito nesse assunto, e acabei tendo avistamento com ele 4 vezes ao ano, e com comunicação telepática, sei de onde eles vêm, o que eles pretendem, como eles são, o que eles querem. Estão andando aqui, não vão fazer o nosso mal, Não quero o nosso mal, quero só a mudança do planeta. E isso cabe. Pode ser, como quiser, em termos científico, ficção, o que vocês quiserem. Mas eu digo aqui, pela minha vida, tiro a minha vida agora, se fosse o caso, para provar que eu estou falando a pura realidade, a pura verdade, mesmo que comungado por outros colegas que viveram as mesmas experiências em todo o mundo a partir,
de 1947. Uhum, mas, é, com oito anos e tal, quando
Eu contei, sim. Eu contei. Compartilhei, sim. Embora passou despercebido por eles, mas começou a acontecer fenômenos comigo <coughs> Psicos, parapsicos. Eu sou parapsicólogo pela Faculdade Anchieta.

Eu me aprofundei nesses estudos, né? Eu gosto disso. É metafísica. Então o que acontece? Comecei a me projetar. Saí o meu duplo etérico, o meu astral. Minha alma dentro do meu corpo físico. E eu navegava no espaço sempre com a acompanhante. E foi mostrado que eu não estava morto. Meu coração pulsava e eu vi abrir o peito. Aí foi mostrado o que eu quis conhecer e eles me mostraram. Nessas viagens astrais. Toda uma realidade.

Seres, locais.

E é frequente, desde os 18 anos assim, <coughs>

E até hoje? até Faz 5 anos que eu não os vejo. Uhum.

No terceiro dia, às 3 da tarde, todo dia, às 3 da tarde, ela abriu um círculo azul escuro, que é o céu estava azul claro, abriu um círculo azul escuro muito forte, se via as estrelas, e a nave entrou nesse círculo e o círculo fechou.

Não sei. Um portal, provavelmente. Uhum. Isso é uma tecologia muito superior, muito na nossa frente, tudo que você imaginar. E ele sabe quem você é, onde você está, como você chama, o que você faz e o que você vai representar para eles no futuro. Como se fosse aquela pulseira ou GPS. Não adianta fugir.

Eles têm um cordão que liga de você para com os interesses,

deles, entendeu? Uhum. <coughs> entendi. Tem mais alguma história que você gostaria de contar? Não...

Foi tudo resumo. Foi tudo esboçado assim por cima. Um ou dois nomes falteiam, inclusive da Polícia Militar naquela época, que atuou muito contra os jovens naquela ocasião. Mas eu vou lembrar, depois você pode acrescentar se quiser. Está certo. Mas foi muito resumido, mas tomara que tenha ajudado, que tenha servido para registrar parte do que eu vivi, das experiência que nós, vivemos. Meus pais viveram comigo.

Mas não deixou de ser uma confissão e eu senti-me mais leve e um desabafo. Oxalá que alguém, quem sabe um dia, possa usufruir de alguma coisa que foi dita aqui, entendeu? Porque o que foi dito aqui foi a pura realidade e a verdade. Não me omiti de nada, embora, lógico, um resumo de 60 e não contar em uma hora ou duas, muita coisa escapa, muita coisa passa, mas a base foi dada, foi essa daí.